Qual o nome dos seus pais?

E os avós?

E qual era a atividade profissional dos seus avós, o senhor sabe? Eh.
O meu avô, por parte de pai, era operário comum e fazia serviços de pedreiro. E meu avô, <coughs> por parte de mãe, era mestre de obras e depois empreiteiro de obras. para o qual meu pai foi trabalhar, daí conheceu minha mãe, e aí se casaram, e aí estou eu aqui e tenho um irmão. <laughs> Tá.
Conta um pouco da atividade profissional do teu pai.
Meu pai era oficial do exército, morreu como capitão. Ele entrou no exército no tempo em que havia o que se diziam sortear eh. O exército sorteava a a turma de dezoito anos de um determinado ano. E caiu que no ano do meu pai, que que era o ano de nascimento do meu pai, foi sorteado a classe dele. E ele foi para o exército. E começou ele mo ele é de Pindamonhangaba, veio servir em São Paulo e foi continuando a carreira no no exército. Várias vezes ele quis deixar o exército, mas dessa altura ele conhecia o general eh Cristóvão Barcelos é. É famoso na história do Brasil, é nome de avenidas em Juiz de Fora, onde ele nasceu, essa coisa toda. E esse general apegou-se muito ao meu pai e nunca o deixou sair do exército de maneira nenhuma. Porque meu pai era considerado um homem É muito cora corajoso. Ele foi ele conseguiu galgar no exército três promoções por atos de bravura. Meu pai era daqueles que faziam loucuras lá. Para ele, coisa tanto fazia. Era oficial de cavalaria, que foi a arma mais importante do exército no numa certa época né. Então, já sendo disso aí, já era importante. E ele pegou promoções assim porque, inclusive, salvou uma vez a vida até do governador do estado do Rio de Janeiro, numa reunião em Niterói, e o indivíduo puxou uma arma para matar o governador. E calhou que ele viu. Ele pulou em cima do cara, tirou a arma do camarada. O cara, nessa altura, ele atirou, mas aí o tiro totalmente desviado, né? E aí começou meu pai a ter um cartaz tremendo, aquela coisa toda, e e assim foi a vida do meu pai.
O senhor lembra o nome do governador?
Não. Não? Não lembro. Era governador lá do Rio de Janeiro, eu era garoto, né? Aliás, é, se eu existia, eu existia mas eu era menininho, né no? Tenho nem ideia, tenho nem ideia. Mas isso deve ser mil novecentos e trinta, vinte e oito, trinta e quatro, alguma coisa por aí assim, né? É só localizar nessa época. Aham. Depois, meu pai eh, quando veio a Revolução de. Meu pai participou da revolução a favor de São Paulo eh. Isso aí é importante. Meu pai participou a favor de São Paulo e e, quando os paulistas perderam, porque essa tal Revolução Constitucionalista, eh história para inglês ver, São Paulo queria realmente a separação do país. Pena que eu esqueci de trazer, mas eu tenho em casa a bandeira que os paulistas usavam, mostrando a bandeira paulista em cima da bandeira do Brasil. Era o domínio dos paulistas sobre o Brasil. E a aliança que eu também tenho, que se dava ouro, as famílias davam ouro por São Paulo, e recebiam de volta uma aliança de metal que vinha escrito, dei ouro por São Paulo. Não dei ouro pelo Brasil, dei ouro por São Paulo. Era nitidamente separatista. Mas é claro que, como a como nós perdemos, evidentemente mudou-se a história para uma revolução que queria a Constituição. E, baseado nisso, realmente a Constituição veio e as coisas se organizaram e e acabou ficando tudo muito bem e. E meu pai foi um homem desse tipo de vu de vida, numa coragem incrível. Ele era um homem que eu sempre admirei pela coragem fabulosa que ele tinha, um homem durão, que, como todo militar de antigamente, muito valente, mas era um homem que também escrevia poesias. Ele tem poesias que ele escrevia eh. Não era um homem de cultura, porque ele saiu da roça, mas muitos erros de português no que ele escrevia, mas com uma inspiração tremenda né e. Eu, por exemplo, me interessei sempre muito por poesia, porque, por incrível que pareça, ele era um homem que gostava disso e me ensinava. E um homem acostumado à dureza da vida militar. Era meio indisciplinado, porque como todo homem assim de gênio muito forte, como era o caso dele, volta e meia estava preso. No quartel ele ficava preso. Então, você pega a o exército, tem uma coisa que chama-se provisão de reforma. Ia trazer, esqueci. A provisão de reforma conta a história do militar dia a dia, como se fosse um diário, desde o primeiro dia que ele entrou para o exército até quando ele se reforma né. Então, você olha aquilo lá, é engraçado de se ver, a família gosta, que se diverte com isso. Você encontra um elogio por atitudes que ele tinha tomado no exército, dois dias depois tem uma cadeia <laughs> por alguma coisa que ele aprontou. E sempre foi assim a história dele. É isso que eu posso dizer a respeito dele.
Muito legal. Você sabe o nome da a origem do nome da família?
Não, não sei. Não. Não sei. Eu estive no no Museu do Imigrante procurando exatamente isso, também não encontrei nada. Encontrei parentes de de de meus avós né da Itália e.

Era índio.

do donatário de São Paulo ãh eh, Martim Afonso de Sousa, porque o rei de Portugal deu a a Martim Afonso de Sousa, que foi o homem da Expedição Exploradora de trinta de de trinta e dois né mil quinhentos e trinta e dois, e deu a ele uma grande extensão de terra que compreendia o que é hoje São Paulo e Minas Gerais. Mas o Martim Afonso de Sousa era um homem aí, já é o professor de história falando, era um homem riquíssimo, muito bem situado em Portugal, não estava interessado em vir para um lugar índio. Então ele mandou o padre Gonçalo Monteiro para cá.

Eu não sei se esse padre era muito direito, porque era padre, como é que ele pôde ter tanto filho? <laughs> Mas era normal também naquele tempo.
o senhor tem um irmão?
Tenho um irmão.
Qual o nome dele?

E o que ele faz?
Ele trabalha com, hoje em dia, ele estudou eletrônica, trabalhava com eletrônica, hoje ele trabalha, tem uma empresa distribuidora de alimentos, mas coisa pequena, simples, mas dá para ele levar a vida.
Legal. Vamos voltar um pouco e descrever um pouco da tua infância. Como era? O senhor morava aonde?
Eu sempre, a maior parte do tempo, moramos em no que se chama subúrbio, no Rio de Janeiro, que são a os bairros servidos pela estrada de ferro, naquele tempo a central do Brasil. Meu pai, como militar, ele tem sempre tinha a casa do exército. Então, nós mudávamos muito. O exército cismava lá, vai para outra casa, vai para outra casa. Então, eu morei... Eu morei em Andaraí, Rua Frei Caneca, que é no centro da cidade, quase de frente com o quartel general, tudo no Rio de Janeiro. Morei no Engenho Novo, no Rocha, em Riachuelo, eh no Méier Encantado, Engenho de Dentro, Vila Militar e Deodoro, que também faz parte da Vila Militar, em Realengo, que também é da Vila Militar. Eram os lugares que morava. pobre. E meu pai entrou no exército como soldado. Não fez a AMAN, por isso que ele não passou de capitão. Então, era uma vida pobre, uma vida pesada né, mas que foi se levando né Mas meu pai tinha muita vontade que eu estudasse e ele nunca mediu esforços para que eu fosse estudar. Então, o meu meu anel de grau foi presente dele quando eu me formei em filosofia e aí. Esse até hoje. Então, ele sempre gostou demais que eu estudasse e eu gostava de estudar. Então, eu fui um bom aluno. Fazia minhas baguncinhas também, mas era um bom aluno.
Desses lugares todos que o senhor morou, tem algum lugar assim que se destacava, de memórias da infância?
As memórias que eu tenho de infância é memórias que todo mundo da minha idade, porque naquele tempo não havia casa sem quintal. e quintal que tivesse um bom espaço, árvores, frondosas, essa coisa toda. Então, fui daqueles garotos que, da minha casa, por exemplo, o quintal, nós tínhamos eh mangueira, tínhamos cajueiro, tínhamos pés de tamarindo, tinha pé de mamão. E isso tudo, aquela diversão, sobe e desce de árvore. pega as frutas do próprio pé. Essa é a coisa. O que eu mais gostava mesmo do meu tempo eh de garoto e de rapaz era de carnaval. Acho que, para isso, eu nasci na segunda-feira de carnaval né. Então, eu fiz parte de blocos de rua, porque o Rio de Janeiro tinha muito negócio de bloco de rua. A sua rua formava o bloco entre os amigos e saía-se pela rua berrando, cantando, dançando, aquela coisa toda. E, à noite, ia para os bailes nos clubes. Eee época de rapaz, eu gostava de jogar bola ao cesto. Eu jogava bola ao cesto, não fui como um craque, mas também não fui tão ruim. <laughs> Dava para quebrar o galho eh. Então, disso eu gostava. Carnaval sempre foi uma delícia. Agora, depois o Carnaval tomou o primeiro golpe dele, quando o Jânio Quadros proibiu o lança-perfume. que naquele tempo já usava-se o lança-perfume, para nas ruas ou nos bares, a gente via uma menina e se interessava por ela, a gente então jogava lança-perfume nela. Eee e aquilo é gelado, né? Se a menina gostava, ela jogava lança-perfume em você também. Aham. Então aquilo começava um namoro. Mas não sei a partir de quando começaram a descobrir que lança-perfume você podia colocar num lenço e cheirar. Você cheirava até que você acabava perdendo os sentidos. Então, foi a primeira droga, eu acho, que foi de uso popular. Aí veio o governo e proibiu o uso da lança-perfume. Isso já deu um golpe tremendo no Carnaval. O próximo bo eh golpe foi acabarem com os bondes, porque, principalmente no Rio, pulava-se Carnaval nos bondes. Então, você tomava bonde, descia. Que Rio de Janeiro sempre foi bonde o bonde aberto, nada como Camarão aqui em São Paulo. Então você brincava nos bondes, pulava, cantava, todo mundo junto ali, ninguém se conhecia, mas ficava amigo na hora, e aquela festa toda eee. Então essa lembrança eu tenho muito. Tanto que eu sempre gostei de música, eu acho que a maioria das músicas de carnaval do meu tempo eu conheço todas. Ainda lembro de todas elas. Então era era essa coisa. Isso eu me lembro bem.
O senhor foi uma criança traquina. Não. Aprontava, era mais tranquilo?
Sempre fui tranquilo, sempre fui bastante tranquilo.
E as brincadeiras com os irmãos, com os amigos?
Não, só tinha um irmão, mas o irmão nasceu onze anos depois, aí eu já era um um rapazinho, né? Tá. E tinha os meus amigos né, mas naquele tempo as crianças eram um pouco diferentes, pelo menos dentro do do nível que a gente vivia né, porque, embora não fôssemos ricos, havia um interesse maior pelo estudo, a escola era rígida, não tinha aquela escola do pai ir a favor do filho quando ele se dava mal na escola, muito pelo contrário, havia um problema com a criança na escola, quando chegava em casa apanhava ainda <laughs> por cima. Não é hoje que o pai vai tomar satisfação com a escola né. Então ah, era com crianças muito traquinas não era muito fácil, não. Talvez tenha muita, porque eu me lembro, meus colegas também eram todos gente sem muitos problemas. Não tinha... Claro, alguma coisa ou outra você faz, né?
Uhum. Sem dúvida. Como que era o dia a dia, o cotidiano na tua casa?
Bom, meu pai saía cedo para trabalhar, ia para o quartel e voltava à noite. Isso quando não ficava de serviço, né? Quando ficava de serviço, aí só ficava eu e minha mãe. Isso durante onze anos, que é quando nasceu meu irmão. E o dia a dia é aquele negócio de estudar, vai para a escola, uma vida muito tranquila. Voltava da escola, fazia as lições. Você não tinha muito com o que se distrair, a não ser com rádio. Você só ouvia rádio, não havia televisão, né? Porque a televisão veio para cá em mil novecentos e cinquenta. Antes disso, eu já tinha visto televisão, porque em mil novecentos e trinta e oito. industrial e comercial, que naquele tempo chamava-se Feira de Amostras. E pela primeira vez houve uma apresentação de televisão. Ela estava no começo. Vieram lá dos Estados Unidos mostrar, né? E aquilo é um era bárbaro um. Uma sala em que ficava a turma com a televisão, assim, e fazendo o programa, falando, cantando, essa coisa toda e. E a gente ficava, os os assistentes, numa outra sala. Uma sala aqui ao lado. E é onde você tinha o aparelho de tê vê e você assistia. E ali você assistia televisão. E era um acontecimento porque eles explicavam que aquilo estava alcançando um raio máximo de quarenta metros. Mais de quarenta metros a televisão não não conseguia transmitir. Mas que um dia haveria em que a televisão seria transmitida para o país inteiro, inclusive para o mundo inteiro. E ninguém acreditava. <laughs> Ninguém acreditava nisso. E assim foi a a história da televisão da qual eu vi né. Aí, quando inaugurou em cinquenta, a televisão aqui foi um desespero. Marcava, por exemplo, o jogo de futebol. Então, a televisão anunciava a semana inteira né será. Agora vai ter, por exemplo, São Paulo e e e Corinthians, por exemplo. Ah era aquele anúncio. Chegava no domingo. Jogos era só os domingos à tarde. Anunciava aquilo todo, todo mundo sentava na sala, vamos assistir o jogo. Aí começava, entrava a programação no ar, começava, sumia tudo. Lá vinha a voz do locutor de novo, por problemas técnicos não vai ser possível transmitir hoje o jogo, que aquilo interrompia de um monte, né? Até quando inventaram o satélite, é que a coisa ficou boa, né? E era assim que que a coisa corria.
O senhor mencionou rádios. Tinha algum programa que o senhor gostava?
Ah, tinha. Eu gostava da pê erre cá trinta, que até hoje falam dela. Eu gostava eh do pro do do programa que era exclusivo do Francisco Alves, aos domingos, na Rádio Nacional. A Rádio Nacional era o máximo que havia em matéria... Era a Globo de hoje aí em matéria de rádio, né? E eu ia muito no auditório da Rádio Nacional, que era na Praça Mauá. Tudo isso no Rio de Janeiro, hein? E assistia, então, o programa César de Alencar, que foi o o programa mais famoso no Brasil durante um certo tempo. Seria como o Faustão de hoje e. Então, lá iam grandes artistas. Eu ali, então, via, eh por exemplo, Luiz Gonzaga, Ângela Maria, Emilinha Borba, Marlene, essa coisa toda daquele tempo, né? Por coincidência, a Ângela Maria hoje é amiga da minha família. Então, de vez em quando, nos vemos em festas. Ela vai na casa da gente, a gente vai na casa dela. Então, foi pessoa desse tempo. Tá. O resto, assim... Gostava muito de passear. Uma vez, uns parentes meus aqui de São Paulo, um uma prima e um primo, casados recentemente, foram passear o Rio. E quem era o cicerone?

e quiseram conhecer Niterói. E eu fui levá-los. Pegamos a barca na Praça quinze e fomos até Niterói. Quando chegamos do outro lado o tempo, na no meio da da viagem, já vimos que o tempo estava enfarruscando todo. Estava fechado uma ameaça de chuva que não tinha nem tamanho. Eu disse para eles, e não sei não se a gente vai conseguir ficar em Niterói. Quando a barca chegou, já veio o aviso que todos que fossem no Rio de Janeiro, que voltassem Porque o tempo estava muito ruim, era a última barca que ia sair, depois não haveria mais, dado as condições do tempo. Aí foi, continuou a viagem de volta. Mas não deu nem tempo. Caiu uma tempestade, dessas de verão bravo mesmo, né? Aquilo que aconteceu, a a barca estava leve, porque a maioria dos passageiros ficaram em Niterói. O que acontecia com a barca é que ela estava leve, muito vento, muita chuva, as ondas levantaram muito. Então, o que acontecia era o seguinte, a onda levantava, a barca ia junto. Quando ela baixava, a água invadia tudo aquilo. A barca é de dois andares. Então, todos os passageiros foram transferidos para o segundo andar e e distribuídos coletes, salva-vidas para todo mundo. Quando estamos mais ou menos no meio da Baía de Guanabara, aspa apagam-se as luzes do Rio de Janeiro. Aí não tinha nem mais orientação, porque não dava. A barca que normalmente levava de vinte minutos a meia hora para fazer a travessia da Baía de Guanabara, nós levamos mais de duas para chegar ao Rio de Janeiro. E aquele dia foi um medão. E eu fiquei muito satisfeito com o outro lado. Eu sempre achei que eu era um indivíduo extremamente medroso. Quando acaba, encontrei tempo para acalmar os outros e não sentia aquele medo todo. Eu achava que não ia dar nada não, que a gente ia chegar normalmente no Rio de Janeiro. E realmente chegamos. Mas foi um dia de mu de muito perigo mesmo né. Como também já passei perigo em avi em avião, já viajei muito de avião, já houve perigos. Nada como isso de agora, né? Mas já passamos muito perigo nessas coisas todas. Mas sem maiores problemas. Eu gostava muito de passear nas matas da Tijuca o. Hoje eu não sei mais como são as matas da Tijuca, mas o passeio ali sempre foi qualquer coisa de maravilhosamente lindo. Torcedor do Flamengo no Rio, e torcedor do Palmeiras em São Paulo. <laughs>
O que que o senhor destaca desses passeios na mata? Que que era maravilhoso?
Ah era ma, maravilhoso tinha... Tinha, por exemplo, os animalzinhos silvestres né. Uma coisa que sempre me encantou na Tijuca foram os camaleões. Porque o camaleão é qualquer coisa de incrível. Como ele muda de cor, ficando da cor do lugar onde ele está. E você quase não percebe a existência dele. E são bichos que atravessam a mata para lá, para cá né eh. Muitos pássaros, árvores muito bonitas. lá perto da Pedra da Gávea, por exemplo, existia ou existe um tipo de árvore que ela chora durante alguns momentos durante o dia. Então, você vai debaixo da árvore, você pensa que está chovendo. Quando você olha, não, está caindo água só ali. Mas não choveu, não houve nada. Ela, ela é essa a natureza dela, ela é isso. Então, é isso que eu me lembro bem.
Fantástico. <laughs> Quando o senhor começa os estudos?
Quando que eu comecei a estudar?

Bom, desde o curso primário, na idade de sete anos, né? Tá.
Descreve um pouco como era a escola, aonde o senhor estudou.
Bom, eu comecei estudando numa escola perto de casa, na mesma rua onde eu morava, uma escola particular. E e ali, porque não é como hoje, começava-se analfabeto de pai e mãe aos sete anos de idade. Lá que se ia aprender a ler, escrever, essa coisa toda. Depois ali, em continuidade do estudo, eu fui para... Esse que eu estudei primeiro chamava-se Ginásio Riachuelo, mas era o curso primário. Aí, dali, eu fui para o Instituto São Francisco de Sales, um colégio de padres salesianos. E foi ali que fiz o ginásio, essa coisa toda, e depois fui fazer o segundo gau grau no Colégio Dom Pedro Segundo, que era, antigamente, o colégio padrão do Brasil. Todos os programas de ensino tinham que ser baseados no Colégio Dom Pedro Segundo. Se vocês forem no, pegar um livro de trinta anos atrás, está lá logo na primeira página, de acordo com os programas do Colégio Dom Pedro segundo da cidade do Rio de Janeiro. Era obrigatório. Por isso que o ensino era bom né. Porque hoje cada um faz o ensino que bem entende. Então, estudei ali e depois dali que eu fui para a faculdade. Fui fazer a PUC, fiz filosofia. Aí fui ser professor de matemática, história, geografia, didática. Só não aprendi a ganhar dinheiro. Fui fazer marketing também, mas a ganhar dinheiro eu não aprendi. Mas também dá para viver muito bem. <laughs>
<laughs> O que que o senhor lembra assim de marcante desse período escolar? Pode ser dos primeiros anos, dos últimos?
Bom, no colégio de padres, me me lembrei disso agora, no colégio de padres havia uma coisa interessante. Parece que até hoje é assim. Eles têm a mania muito de fazer festinhas, shows, né? Com participação dos alunos e um. Um dia lá eh aí ia haver uma uma apresentação. Naquele tempo não se chamava show, era uma festa, né? E havia um rapaz que deveria cantar. E da última hora, o rapaz, não me lembro bem... Rapaz não, garoto, né? Seus quinze, dezesseis anos. Ficou doente e não pôde participar. E eles precisavam de um que substituísse e me. Vieram atrás de mim para que eu cantasse. Nunca tinha feito isso. Cantasse no lugar do rapaz. E o padre lá insistiu, insistiu. Eu sempre fui meio bobo, nunca fui de dizer não. <laughs> E queria que eu cantasse, que eu cantasse. E eu fui aprender na hora uma uma uma canção italiana chamada Torna A Surriento. Fui aprender. Tive o dia inteiro para aprender a música. Eu não sabia a pronúncia, não sabia. Eu conheci um pouquinho por causa da família. Mas não sabia nada, né? Fui aprender ali na hora e à noite lá fui eu cantar. Começa lá, eu estou cantando a música e com um medo danado e prestando bem atenção no piano, né? Estou cantando, até que está indo. Mas num certo momento, o rapaz que acompanhava o piano deixou a partitura cair no chão. Ele não vendo a partitura, ele errou na música. Eu que segui atrás dele? Ah. Fui no embalo, né? Foi uma desafinação, uma um inferno todo mundo caiu na risada. Foi um desastre. Talvez, a partir dali, é que eu resolvi aprender canto para mostrar que eu era capaz de cantar. Porque, se não fosse isso, eu nunca teria cantado na minha vida. Então, essa foi uma uma participação realmente muito marcante. Essa foi. Marcante também foi, às vezes, que eu fui de de turmas, né? Mas esse é o normal para todo mundo, né? Como essas coisas assim, não teve nada de de mais de excepcional, não.
Dessas coisas da juventude, aí? O senhor disse que era muito bom o ensino no Dom Pedro, né? Ah, era. Que que o senhor lembra? Tinha algum professor marcante?
Tinha, opa.

Você não sabe quem é, né?

Em o quê?
Malba Tahan. Não. Autor do livro O Homem que Calculava. Ah, sim. É, ele é.. Era meu professor de matemática, meu e de meus colegas. Malba Tahan era um cara fantástico. Ele escreve livros como Maravilhas da Matemática eh, ele escrevia o escreveu O Homem que Calculava e vários outros livros. E ele conta as histórias como se como se ele fosse um matemático chamado Beremiz Samir. E ele faz aquelas viagens ao viagens ao Oriente e tem peripécias sempre com cálculos matemáticos. Mas é um troço maravilhoso de se ler, né? Mas o que tinha de interessante é que ele nunca esteve no Oriente. Mas você lê um livro dele, você tem certeza que ele viveu lá. <laughs> E, com isso, a gente tinha um aprendizado fantástico. Era um professor incrível. Ele tinha um método de ensino que era espetacular. Ele colocava um problema no quadro, nunca dado, mas dizia, tenta resolver. Depois que todo mundo brigava daqui, brigava de lá, ele ia vendo os resultados, bom, então vamos lá ao. Alguns esta estavam caminhando certo, empacaram, agora vamos para frente. E com isso a gente aprendia muito bem. Aí conseguíamos entender bem. Foi um professor, ele foi um homem fantástico, um professor incrível. Sempre foi dele que eu tirei a minha imagem para dar aula. Aquela coisa que eu já te falei, para mim, o aluno que não consegue entender, para mim, não é o aluno, é o professor. Porque se o professor souber explicar bem, o aluno entende. Às vezes você pode explicar para quarenta e todo mundo entender, mas um não entendeu. Você tem que mudar a explicação para aquele. Não há dúvida nenhuma. E.
O senhor considera que algum desses professores influenciou na tua escolha de carreira? Como foi?
Olha, o Malba Tahan me influenciou para que eu fosse estudar matemática, né? Que eu fosse me aperfeiçoar em matemática.
Já fez eh faculdade, a primeira foi em filosofia?
É, não, você naquele tempo só se formava em filosofia. Depois você requeria o licenciamento em outras matérias, né? Em outras matérias. Não é como hoje que o cara faz licenciatura disso, licenciatura daquilo, não. Filosofia é a base. Se você formou-se em filosofia, você está formado em tudo. Tanto que o o estudo de filosofia durava cinco anos. Depois, o resto, você requeria. E aí, conforme a faculdade, você tinha os tais exames de didática especial ãh. Onde a gente, então, era sorteado um ponto, por exemplo, matemática. Eu me lembro até hoje que o meu ponto sorteado foi número dos relativos e. E então, sorteava o ponto, tinha oito, dez professores. na faculdade, que eram os cobrões da coisa, e você tinha que dar uma aula para eles como se eles fossem alunos. Né o negócio não é fácil, não. Aí você dava aquela aula. Cada um tinha uma campainha na mão. Quando ele discordava do que você dizia, ele batia na campainha. Aí você voltava um pouco atrás, porque podia ser um enga engano, e você corrigia a coisa toda. Comigo aconteceu. Eu estou dando a minha aula, de repente, a campainha... Parei, conferi todos os cálculos que eu tinha feito na pedra né, na lousa, confiro tudo, está tudo certo. Aí eu recomeço a aula, daquele ponto. Chega ali, pimba, campainha de novo. Isso umas duas, três vezes, aí eu falei, mestre, eu não consigo entender onde é que está o erro. E ele era um um professor, acho que desses indivíduos meio recalcados, ele disse-me assim mesmo, O senhor fugiu da escola em alguma ocasião porque dá até impressão que o senhor é pouco mais do que alfabetizado, só isso. O senhor falou aqui ai ainda há pouco, de maneiras que, onde o senhor ouviu falar isto? Eu disse, por quê? Não é de maneiras o que? Ele disse, não, senhor, é de maneira que, é de modo que. Esse de maneiras que é burrice, é estupidez, isso não existe. Muito obrigado, aprendi agora. Mas assim mesmo ele me deu nove e meio de média. Porque a aula eu dava bem, né? <laughs>
A matemática dava. Cem por cento. A matemática era cem por cento.
O problema dele é que eu falava de maneiras que e é de maneira que. Também você não esquece nunca mais na tua vida né. Em qual.
Qual foi a universidade que o senhor fez? Faculdade? É PUC. Foi na PUC do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro.

Jesuítas, né? Que ele era os que mandavam em tudo. Hoje ainda são, né? Mas naquele tempo eles eram muito atuantes, né? Hoje em dia parece que tem muito professor, é leigo, essa coisa assim, né que? Mas você me fez uma pergunta?
Que mais o senhor lembra de histórias desse período de faculdade? Ah.
Deve ter muita coisa, mas nesse momento acho que é só isso mesmo. <laughs>
Nada muito marcante, assim. É. E como que era? O senhor tinha grupo de amigos? Como que eram os amigos aí da juventude? Ah.
Éramos todos amigos, né assim? Todo todo muito todo muito muito amigo eh. O Rio de Janeiro tinha, talvez hoje continue, uma coisa muito diferente em relação a nós aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente logo quando cheguei aqui, eu percebi isso. É muito comum a amizade entre as pessoas. Eu vou à sua casa, você vem à minha, essa coisa toda. O Carioca nunca foi muito disso. Somos muito amigos, sensacional, incrível. Você fica lá, eu fico aqui. Nós marcamos um encontro para dar um passeio. Se você marcar um encontro com um carioca para dar um passeio, não precisa ir, não, porque ele também não vai aparecer. <laughs> É tranquilo isso. E, de maneira que, tínhamos uma boa amizade de de colégio, saíamos juntos. Frequentar a casa um do outro não era comum, não.
Que lugar vocês frequentavam?
Ah, naquele tempo não tinha barzinho, nada desse troço. Era passeio mesmo. Você vai à praia, né? À praia. Eu gostava muito de ir à Urca. Urca é aquela praia, eh chama-se Praia Vermelha, que fica ao pé do início do Pão de Açúcar. Que é a primeiro primeiro morro, chama-se praia pra Morro da Praia Vermelha o. O segundo é que é o Pão de Açúcar, então você vai de bondinho, né? Aquela praia que fica entre os dois, aquilo chama-se Praia Vermelha. Aquela Praia Vermelha eu gostava demais. Gostava da Praia do Flamengo é.
E a praia assim... E haviam bailes?
Ah, o os bailes existiam, mas eu nunca fui muito de baile. Eu gostava de baile era de carnaval. Os outros bailes nunca nunca fui muito ligado não. Meus colegas gostavam muito, mas eu nunca ia também, né? Mas para mim era indiferente.
E a prática dos esportes nesse período?
Fazia bola ao cesto. Naquele tempo estava começando-se a jogar peteca de forma séria o. Hoje tem até campeão olímpico de peteca, né? Meu tempo isso não havia. E eu adorava jogar peteca. O que mais? e gostava de assistir algumas partidas de futebol. Eu também nunca fui tão ligado assim a futebol. Brinquei agora dizendo que eu sou flamengo e sou palmeirense, né? Mas não me pergunte o nome de nenhum jogador de nenhum dos dois times porque eu não sei o nome de nenhum. E também não vou a estádio ver jogo de futebol porque é uma cafajestagem e tudo. Aquela coisa que você vê por via, né não? Não ligo.
E como que era a moda nessa época? Como vocês se vestiam?
Bom, eh havia algumas coisas que, hoje em dia, sempre chamam a atenção da gente. Primeiro lugar, as pessoas que tinham uma condição um pouquinho melhor andavam de sapatos. Tênis sempre foi roupa para pobre. E eu adoro um tênis. <laughs> Hoje é que eu botei sapato. <laughs> Mas, naquele tempo, se identificava o indivíduo pobre pelo calçado. Está de tênis é pobre. E o resto, a calça de brim, hoje estão em moda, não existia né isso. O que existia era um tipo de macacão feito de brim, daquele tipo que nos Estados Unidos o indivíduo usa lá, os agricultores né, os roceiros usam aquilo né. E isso era o suficiente para que no Brasil não se adotasse. Então, você via calças comuns, eh como era Rio de Janeiro, então você tinha uma blusa leve, essa coisa toda era dessa maneira que você andava. Nada de soti sofisticação isso. Isso de, em relação a hoje, continua a mesma coisa. A mocidade anda na rua de qualquer jeito, vai e faz aquela farra. Claro que naque naquele tempo eram as roupas... seriam de melhor corte, mais apresentáveis, porque hoje, conforme o rapaz você vê na rua, às vezes eu digo para minha mulher, olha bem, se eu sou da polícia eu prendo aquele cara, só pode ser bandido. Mas não é. É o hoje o tudo vai de qualquer maneira, né? Que eu acho muito melhor. <laughs>
<laughs> Legal, o senhor quer contar da história da primeira namorada?
Olha, a minha primeira namorada chamou-se Nilda. Ela era de Pernambuco, mas morava no Rio de Janeiro. Mas aquele namorico muito diferente dos namoros de hoje, né? Eu. Namoro que vem daqui, vem de lá, conversa e tal, não sei nem como é que acabou, nem nada. Depois você tem muitas namoradas através da vida e coisa absolutamente normal, sem sem nada de diferente, não.
E como o senhor conheceu sua esposa?
A minha primeira esposa eu conheci porque eu precisava passar umas músicas e ela morava lá em Santo Amaro, no mesmo bairro que eu morei. Indicaram-me como uma ótima pianista porque acompanhar é muito mais difícil do que só tocar. E ela realmente sabia acompanhar. E eu fui lá e a contratei para ser só a minha pianista. Acabamos casando. Depois ela faleceu e essa minha segunda esposa foi minha aluna. Tá.
Foi a música que os uniu, né?

Foi. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa história da música na sua vida.
É, a música foi porque, como eu já falei, eu estudei eu estudei canto, né? Eee. Então, é um tipo de música que você... Eh não não é como, por exemplo, uma música popular, que vamos cantar uma música? Cantamos aqui. mas clássica, vamos dizer assim, você precisa de de um tempinho de preparo, você precisa manter, manter-se preparado, que é a questão de de altura de voz, de afinação de voz, dessa coisa toda. E, decorrente disso, eu precisava de uma pianista, aonde eu a conheci. E nós nos entendíamos muito bem, porque ela sempre foi uma exímia conhecedora da música ela. Ela formou-se pelo Conservatório Carlos Gomes, aqui de São Paulo, E ela exime a mesma. Então, eu dizia para ela o que eu queria e ela traduzia isso no piano. E eu estudava, ela percebia as falhas, ela corrigia. E sempre sempre foi muito bem. Tá.
Quem foi o seu professor de
De música? Foi o maestro Arturo de Angeles. Esse foi famoso na época dele.

Principalmente por volta de mil novecentos e cin cinquenta, sessenta, ele foi muito conhecido. Ele tinha sido professor também de Tito Schipa, um dos maiores tenores do mundo eh. É um que, quando ele aposentou-se da música, ele ganhou do governo da Itália um medalhão de ouro que vinha escrito, io a cantato la patria. Quer dizer, eu cantei minha pátria né. E e esse Tito Schipa quis me levar para a Itália. para que eu fosse aperfeiçoar os estudos de música. Mas aquela história de preso à pai e mãe, essa coisa toda, eu digo, não, eu fico por aqui mesmo aí. Não fui de jeito nenhum, <laughs> não quis saber. Esse foi Arturo, um maestro fantástico. E o senhor. Depois eu tive um outro maestro, estou lembrando agora, tive um maestro chamado Aldo Petrioli. Ele era o maestro da tê vê Tupi. Porque eu cantei algum um tempo muito pequeno, mas eu cantei um pouquinho na na tê vê Tupi, agora que eu me lembro. Esse Aldo Petrioli foi meu maestro, depois fora da própria Tupi. Passava músicas com ele e tudo.
Era um programa na Tupi?
Não, esse era freelancer. De vez em quando precisava de um lá para completar alguma coisa, ela telefonava, mandava recado, sei lá, eu estava disponível e ia. Eu ia, mas ia as vezes não ia.
O senhor chegou a ter um programa?
Cheguei no cinco, naquele tempo, tê vê Paulista, que era aos sábados, das nove e quinze às nove e meia da noite.

Então, o senhor estava contando do programa Melodia.
Exato e. Esse programa é um programa que eu tinha na tê vê, durava quinze minutos, cantava três músicas. E, ao que parece, tinha uma boa audiência. Já era aquele tempo que passava na rua, as pessoas já reconheciam aquela coisa toda. Cantei durante quase dois anos, parece. É isso mesmo eee. Naquele tempo, os programas eram muito duráveis né, não havia muito o que fazer. Até que depois eu fiquei mais interessado, fui em outras atividades, como a do magistério, essa coisa toda, e deixei. Dava muito trabalho naquele tempo para você cantar você. Tinha o programa às nove e quinze da noite. Eu tinha que estar lá na tê vê às cinco horas da tarde, para esperar os momentos da marcação de câmera. Sabe o que é isso? Marcação de câmera vai marcar como você vai interpretar. Ele conhece ó. É, o negócio é é tético mesmo. Ele ficava lá, tem que ver posição, isso aqui, de como você vai cantar, para onde você vai olhar, para onde não vai, aquela coisa toda. E depois fazer a marcação de câmera, então, isso levava tempo. Aí você vai para... Tem um monte de gente para fazer, então você espera a vez. Aí depois você vai fazer a maquiagem. Você faz a maquiagem, depois é que você entra no no estúdio para cantar. Quantas vezes? Porque, na no estu na na sala de maquiagem, você está ouvindo o que estão falando na tê vê né? A tê vê já já estava anunciando o programa e eu ainda estou lá fazendo maquiagem.

E tinha ainda que subir para o andar de cima. Aí subia correndo aquela hora para chegar para cantar. A televisão aqui da era bom. Eu vi um acontecimento que não tem nada a ver comigo, mas... Quem é da da televisão, do do do início, sabe disso eh. Na na tê vê havia uma espécie de novelas assim, mas só que tudo era ao vivo né. E tem um certa ocasião, em que num programa que eu não me lembro como, nem os artistas eu me lembro, mas era gente famosa, em que a história é que um bandido tinha feito alguma coisa e um Um so e um detetive que havia na na historinha prende o o está atrás do bandido. Ele prende o bandido e. Então, está ele naquele momento diante do delegado. Isso já tudo em cena. Ele diante do delegado. E o delegado faz uma pergunta, mas ele e um outro falam ao mesmo tempo. Ficou chato né o que fazia o papel de delegado era um camarada já muito experiente. Quando isso acontece, para não deixar perceber, ele diz para o outro, cala a boca, que eu não te perguntei nada, você só fala quando eu te pergunto. E o outro, que era também um artista experiente, diz, está bom, está bom, desculpe a vergonha que eu estou passando. <laughs> Isso pegou na televisão o dia inteiro. Tudo era esse negócio, desculpe a vergonha que eu estou passando.
Virou um chavão.
Ah, virou um chavão na
O senhor tem mais histórias, assim, da tê vê, ao vivo, essas esses problemas que aconteciam por causa dessa transmissão?
Nesse momento assim, não não tenho muito, não tinha. Eu gostava, por exemplo, muito de ir em auditório de estação de rádio, e lá se via muitos foras, né, o que acontecia. O Paulo Gracindo, esse você sabe quem é. Paulo Gracindo tinha um programa ao vivo, aliás, só podia ser ao vivo naquele tempo, tinha um programa ao vivo na na Rádio Tupi, lá no Rio na Avenida Venezuela. E uma vez, ah tinha auditório cheio, né, e ele tinha um programinha dele lá que ele fazia umas perguntas e a pessoa ganhava não sei quanto em dinheiro, coisa pouca, vamos supor que fosse hoje, talvez fosse uns dez E fazia uma pergunta, que isso tal, tal? Alguém respondia, levantava o braço, ele perguntava, a pessoa respondia certo e ganhava o dinheiro. Um dia ele diz assim, em pleno auditório, qual é o país que, tirando a última sílaba, fica uma coisa que todo mundo gosta? Ah, mas um cara lá deu o berro lá. Cuba!

Botaram o cara para fora, viu? E o Paulo Gracindo deu uma bronca, mas cafajeste, <laughs> não sei o que que. É que o país era Canadá, se tira o da fica cana. <laughs> Mas ele não pensou nisso né, na na outra hipótese, né? Isso tinha, tinha bastante. Outra vez também, no programa de auditório da Rádio Nacional, tinha um programa de calouros que antecedia, acho que o programa de Alencar, e uma vez aparece, então o calouro vai lá para cantar, né? E apareceu um rapaz, numa época perto de carnaval, E havia uma música que era assim, branca é branca, preta é preta, mas a mulata é a tal, é a tal. <sings> O cretino chega lá e canta assim, branca é branca, preta é bicho, bota a mulata no lixo. <sings> Saiu preso dali também. <laughs> E o camarada desceu e uma lenha que não teve nem tamanho. Isso acontecia bastante e. Isso é muito comum. Legal. Tem outras assim, mas esse, está bom.
o senhor se lembra de mais pode contar. <laughs>
Não, assim no no momento deve ter coisas que a gente não não lembra vai lembrando com o tempo, né?
Sim. Então, voltando um pouco a questão da sua esposa eh, como foi o noivado? Vocês ficaram noivos, como foi?
Ah, primeiro você namora eh um tempo sem nem encostar um dedo nela. Todo mundo era assim. Depois de uns tempos, você Naquela noite você nem dorme, porque a moça deixou você pegar na mão dela. Aí o namoro, aí com aí fica um pouco mais quente, né? Beija, abraça, faz, acontece. Passa uns tempos, você fica noivo. E prepara-se para o casamento, e aí você casa. E o resultado disso foram cinco filhos.
<laughs> O senhor se lembra do dia do casamento?
Não, assim num. Eu sei que eu casei na Igreja Imaculada Conceição, aí na na Brigadeiro, né? E o casamento do civil foi em Santo Amaro. Foi lá no cartório de Santo Amaro. Esse foi a ocasião. Mas houve uma festinha muito íntima, só para parentes, porque eu nunca gostei de festões, essa coisa toda num. Não é meu gênero de jeito nenhum. Nada desse negócio de um monte de confusão de tudo. Cada um cuida de si, deixa o resto sossegado. <laughs> E.
E como que foi o cotidiano do seu casamento?
Quando casamos, fomos passar a lua de mel no no Rio de Janeiro, que a minha mulher não conhecia. Então, vamos para o Rio. Então, fomos para o Rio de Janeiro, onde tomamos o trem, o Santa Cruz, que era o trem. Era Santa Cruz ou Veracruz? É um. Um circulava de dia, outro à noite. Era um trem muito chique, muito cheio de onda e. E nós fomos para lá. E o casamento continuou em comum. Ela lecionava piano e eu lecionava nos colégios. Quando eu estava no colégio, estava em alguma empresa trabalhando. E foi essa vida levada.
E o senhor teve um filho?
Cinco.
Com ela? Com ela, cinco filhos. Cinco filhos. Quais são os nomes dos seus filhos? Eh.

E o senhor chegou a se casar novamente?
Casei-me novamente.
Como que foi essa história?
Isso aí foi vários anos depois aí. Conheci a a minha esposa, de origem japonesa, por sinal.

A sua primeira esposa faleceu?
Faleceu. Ela faleceu ela. Infelizmente, teve câncer e e. O câncer operou, foi tudo bem, mas depois deu o raio da das coisas correlatas lá da, como é que chama lá quando que faz o? Metástase.

Metástase, essa coisa toda aí. Não não teve mais jeito. Aí casei com a segunda esposa, que estamos juntos até hoje, tudo bem, tudo ótimo.
Qual o nome da segunda esposa?
Satiko.
Ah, Satiko.
Satiko.
Tá, com ela o senhor não teve filho. Não.
Não, não tivemos filhos porque, como eu já tinha filhos e tudo mais, ah vamos viver, sossegar a vida, ela também não, que nessa altura já tinha mais idade, né? Então, você colocar criança pequena no mundo, você com bastante idade, eh na minha opinião, não é muito conveniente porque aí a distância eh de mentalidade se torna muito grande. Eu já pen eu acho que um homem, por exemplo, com cinquenta anos, ter um filho pequeno, dá muito muito conflito. Principalmente no dia de hoje, que a criança vai crescendo com com umas ideias totalmente diferentes das ideias do meu tempo. E como é que nós vamos conciliar tudo isso?
Certo e. Como foi a experiência de ser pai?
Eu já era ótimo, já era preparado, sabia que a vida era isso. Aliás, todo mundo sabia no meu tempo, né? Isso não teve. Não é fácil porque cinco filhos e preparar todos eles para o colégio, faculdade, então todo mundo estudou, todo mundo formou-se, todo mundo então é... Mas foi bom, foi bom ser pai.

O senhor acredita que essa experiência de ter sido pai modificou as suas crenças de alguma maneira?
Não, foi mudar um pouco depois que eu tive netos. Eu tenho o. Hoje, eu com toda a certeza seria um melhor pai do que fui. Não fui um mau pai, não. Pelo menos, isso dizem os filhos. Mas eu acho que eu seria mil vezes melhor se eu tivesse sido primeiro avô para depois ser pai o o. Os netos, que você aprende muito mais com os netos, você fica mais experiente, né? Então, você você aprende a entender a vida um pouco melhor. E depois, não é o? O próprio tempo você vai aprendendo a compreender a compreendendo melhor as pessoas, né? Principalmente a entender as crianças, que que eles têm uma forma de entender diferente né? Então, eu, por exemplo, quando meus filhos brigavam entre si, dois, por exemplo, encrencavam, eu nunca fui de de ficar atrás do que tinha razão e castigar aquele que não tinha né? Ou eu castigava os dois. que era sempre comum, ou não castigava nenhum. Botava os dois de castigo para que eles se entendessem. Você brigou com ela. Não estão se entendendo? Você senta lá e você senta ali. Vocês ficam aí. A hora que vocês resolverem conversar e se entender, vocês me chamem. Aí vamos ver se a combinação aí foi feita certa. E isso acarretou como resultado que meus filhos nunca brigam. Nunca brigaram, não tem esse negócio. Não tem encrenca. Quando há algum problema, logo procuram se entender. Porque eu parti de um princípio, eu parti de um certo momento da vida. A criança tá em formação. Mesmo que ela esteja errada, ela sempre acha que tem razão. E se você dá razão a um a ao irmão, a outra criança, ela se sente injustiçada. Porque ela não tem a capacidade de entender ainda bem o certo do errado. Pelo menos em coisas mais sofisticadas, né? Ficava os dois. Eu não tomava providência. A minha providência era. Põe de castigo os dois.

A hora que vocês se entenderem, me chama. Pai, vem cá. Lá vim eu. O que é que há? Nós já chegamos a um acordo.

Então eu escolhia um, aquele que eu sabia que ali no momento era melhor ver o acordo que ele tinha aceitado, né? Fala você. Como é que é o negócio? E você fica calado. Quando tiver errado alguma coisa, eu vou deixar você falar. Então falavam não é isso mesmo, está certo, então agora levanta, abraça, um beijo em cada um e podem brincar. É assim. Não tinha <laughs> mais problemas, não.
Muito legal o método. <laughs> E qual a atividade atual dos filhos? Ah o.
Um é gerente de vendas de uma empresa que trabalha com material de precisão, hospitais, essa coisa toda.

Como é que se dá esse nome? Essa que institui programas em empresas.

Se vocês forem ao bairro de Moema, por exemplo, aonde concentra muito deles, a maioria das placas de obras de prédios de vinte e cinco, trinta andares, se você olhar lá, está lá.

Sempre está lá o nome dele nas coisas da empresa. Se saiu muito bem com essa coisa toda.

Legal ãh. O senhor disse que foi um professor que o motivou a fazer o curso superior.
Certo. Não, estudar matemática.
Estudar matemática.
É. Curso superior eu me interessei porque eu gostava.

O senhor já queria?
Já queria era. Era um caminho mesmo que eu decidi, que eu adorava aquilo, né?
Havia alguma pressão da família para que o senhor seguisse uma carreira?
Não, não, não. Meus pais, principalmente meu pai, que sempre foi um homem, assim, muito durão, muita coisa, a escolha era minha. Fazer o que eu quisesse. Ele nunca foi de decidir. Ele disse, você que sabe o que que você quer estudar, o que você quer fazer. Só que tem que fazer alguma coisa, vagabundo não. <laughs> Então, eu que decidi o que eu ia estudar, o que eu ia fazer.
E o senhor já entrou pensando em dar aulas mesmo?
Ah, eu já entrei pensando em dar aulas.
E qual era a expectativa que o senhor tinha de da carreira?
A expectativa... que que per perdura até hoje. Você vai lecionar, mas por um sacerdócio, porque você gosta daquilo. Porque esperar ficar rico, ganhar dinheiro, essa coisa toda com magistério, não dá. Não dá mesmo. Não tem a mínima condição. Tanto é que eu acabei trabalhar em outras coisas né para resolver a vida.
O senhor trabalhou em marketing também?
Em marketing também, nessas empresas.
Fez faculdade também?
Não, não, não. Como foi? Porque tinham cursos, né, que se fazia. Depois é que veio a dê vê bê com com esses cursos regulares. A dê vê bê antes fazia só cursos de marketing, que foi o que eu fiz, né? Aí eu trabalhei, eu fui sempre gerente, eh hora de promoção, hora de vendas, hora de vendas e promoção, depende da empresa. Eu fui gerente da DECA. essa de torneira, válvulas, tudo mais. Na DECA, fui gerente de Abbott Laboratories, esse laboratório norte-americano, que até hoje tem aí, muito especializado em anestesia. Pelo menos era, porque hoje eu não sei mais o que que eles fazem na vida, né? Trabalhei com a Eternit, aonde também foi o mesmo desenvolvimento, até em termos de Brasil inteirinho, né? Eee depois trabalhei... Ah, antes trabalhei com. A tal Jaú. Mas estive também no ramo de alumínio com com esquadrias de alumínio, uma fábrica de esquadrias de alumínio, trabalhei muito tempo lá e acho que é só. <laughs>
Isso foi antes ou depois de lecionar?
Durante um certo tempo, era ao mesmo tempo, depois passou a ser essa minha função especial eh a minha. Aí comecei a ver que lecionar não levava a nada né, em termos de dinheiro né. E, afinal de contas, dei aula anos e anos e anos e não tinha nada. Quando eu comecei a trabalhar na indústria, que era o que todo mundo me falava, vai trabalhar na indústria, você vai ganhar dinheiro. Aí fui trabalhei e ganhei dinheiro. Porque enquanto foi só no magistério, é aquela vidinha que não tem não tinha jeito.
O senhor estava me falando do conceito de marketing. Ah. Explica para a gente aí qual que é o conceito básico.
O básico, na minha opinião, é marketing são todos os esforços feitos no sentido da venda. O que aparece aí de de de definições de marketing, que hoje é muito comum, isso todo mundo quer dar em todas as áreas, definições muito empoladas, muito importantes, e na verdade não é nada disso. São todos os esforços feitos no sentido da venda. Vai desde o limpador, desde o homem que limpa as salas, as mesas, até o presidente da empresa. A forma como o mensageiro vai e entrega uma carta é marketing, dependendo da maneira como ele fez. O cobrador, principalmente o cobrador, que é um homem sempre mal visto né, ninguém gosta de ser cobrado, e se ele souber trabalhar, ele está fazendo bom marketing pela empresa. Uma recepcionista, uma secretária, dependendo da maneira como eh como essas moças ou rapazes trabalham, faz com que o indivíduo fique voltado para a empresa. Ele acaba achando bom fazer negócios com aquela empresa. Nós temos, por exemplo, uma empresa que tem um marketing muito bom, que eu tenho notado, é a eh esse supermercados Carrefour. O Carrefour já aconteceu de eu comprar, por exemplo, o dê vê dê. Levei para casa, abri, assisti e achei uma droga. Não era exatamente aquilo que vinha dito no no estojo, que era o filme. Levava lá e explicava. Não, não. Me dava o crédito, você compra outra coisa, outro negócio, se você quiser. Nunca discutiram. Era de chegar e dizer, eu não gostei deste filme. Eu tive experiência em outras empresas e não vi esse resultado. Mas o Carrefour ele usa disso. E não é só comigo, não. Com todo mundo, eu sempre cansei de ver.
Isso é marketing?
É, isso é marketing ah. A questão de duas semanas, eu comprei um... Um tele minha mulher queria um televisor grandão, tela plana, cristal, não sei o que lá, aqueles troços todos. Eu comprei a o televisor. Quando no outro dia eu vou ao Carrefour comprar não sei o que com ela, estou lá, vejo o televisor lá, cinquenta reais mais barato. Eu disse, olha só, <laughs> quer dizer agora está mais barato do que ontem quando eu comprei. É, procurei o responsável e disse, olha, que negócio é esse? Disse não, tudo bem. Fizeram lá, a papelada, me devolveram cinquenta reais na hora.
Bacana. <laughs>
E o Carrefour realmente me parece que ele procede dessa maneira. Agora, tudo também está na maneira como o cliente que chega Se faz esclarecer, né? Porque o que se vê normalmente também são pessoas que chegam com as quatro patas em cima do indivíduo. Ninguém tem sangue de barata, então às vezes a reação é diferente, né? E é natural, são todos seres humanos. Você tem que entender que aquele funcionário que está ali te ditando normas da empresa, ele está fazendo aquilo que a empresa mandou. Necessariamente não é o que ele pensa. E você tem que atender por esse lado.
Vamos retomar um pouco o período que o senhor deu aulas. O senhor di disse para mim que deu aulas em vários lugares, né?
Muitos colégios, muitos colégios.
Conta para mim um pouco essa história.
Bom, os colégios eh, foi foi Doze de Outubro, Ginásio Professor Alberto Conte, eh Ginásio Princesa Isabel, que depois virou faculdade ãh, e um monte eh Ginásio Santo Afonso da Penha. Olha, tem muitos deles. As aulas eram um pouco mais fáceis de você dar porque havia um suporte por parte da própria família. A família apoiava muito os professores. As salas de aula eram amplas. Talvez não tivesse tanto luxinho, tanta coisa como tem os colégios de hoje, mas o nível de ensino era infinitamente mais, muito mais eficiente. Os professores obrigatoriamente tinham que conhecer a matéria que lecionavam. Hoje isso não existe nem tanto e eu falo isso de cátedra por conversar às vezes com professores de meus netos né, dos meus filhos durante algum tempo. Eu já conversei uma vez com um professor de matemática que me perguntou por que quando eu tenho a incógnita negativa, eu sou obrigado a multiplicar por menos um. Perguntei para ele, está brincando comigo? Disse não eu estou falando sério, nunca ninguém me explicou e eu expliquei para ele. E tudo bem.

<laughs> Explique para nós. <laughs>
É porque incógnita não pode ficar negativa é. Ela é uma coisa que você já determinou que é o resultado. O resultado é xis, quer dizer, aquilo existe. Se ele for negativo, então ele não existe. Então você tem que multiplicar por menos um para que ela se torne positiva. O resultado final pode ser, por exemplo, menos quinze, menos dezoito, tudo bem. Dezoito graus abaixo de zero, dezoito graus acima de zero, tudo bem. Mas a incógnita em si, ela não pode ser negativa, porque não pode existir denominador negativo eee. E a parte do valor absoluto nunca pode ser, é é o que vai como denominador, então ele não pode entrar negativo lá embaixo. Porque se entrar, você vai ter que multiplicar por menos um para que ela fique positiva e o de cima passe a ser negativo, então. O numerador, ele pode até ser negativo, em alguns casos, mas nunca totalmente. Agora, o que que faltou para esse professor, um bom professor? Faltou esclarecimento, faltou explicação. Hoje, eu noto, por exemplo, que os professores fogem muito de geometria, trigonometria, então, nem pensar, eles fogem disso.

Porque não tiveram preparo suficiente para isso.
Eles não entendem.

Hoje em dia, o professor trabalha com o tal de livro do professor. Quando eu fiquei sabendo disso, eu achei sensacional. O professor já recebe da editora um livro do professor e. Então, ele te passa um exercício, ele fala sobre o exercício, mas ele tem o exercício desenvolvido no outro livro. E é isso o que ele passa. Se no livro estiver errado, vai continuar errado.

Ele parece que tirou oito e ele queria tirar dez porque aquele exercício ele tinha acertado, o professor que estava errado. E a gente, como conhece bem, que é cri como é criança, né? Que, está errado o quê, rapaz? É claro que está certo. Deixa para lá. Mas ele insistiu, insistiu, insistiu. Digo, tá, dá aqui. E eu fui corrigir o exercício, não é que tava certo mesmo, e o professor colocou errado. Eu disse, então, isso aí acontece, meu caro. Professor é gente como os outros. Você vai lá amanhã, fala para o professor que ele vai corrigir, ele vai re reconsiderar a nota. No outro dia ele volta para casa e o professor diz que não, que você que está errado, que está certinho isso que está aqui. Aí eu fui no colégio. Aí já feriu o lado profissional, né? Aí lá fui eu no colégio. O professor me atendeu e tudo mais não sei o que, isso, assim, assim, assado. Ele disse, pois é, mas está a resposta do do seu filho está errado, a resposta é tanto. Eu digo, não é. Ele disse, não, é sim, está aqui no livro do professor e mostrou. Digo, então está errado você e o seu livro do professor. Os dois estão errados. Aí, como tinha sala de aula, eu digo, vem cá que eu vou fazer para você. Aí fiz o problema, desenvolvi para ele e deu um resultado. Você está vendo? Ele disse, caramba, é mesmo. Quer dizer, não que ele não soubesse, ele confiava no que estava no livro. Eu digo, você não pode confiar assim. Ele disse, caramba, eu nunca pensei que pudesse ter erros assim. Eu digo, tem ó. E o aluno está que está brigando. Porque ele está certo. Ele disse, ah, não vou mais nessa, não. <laughs> Isso já acontecia.
E quando o senhor começou a lecionar, o senhor se lembra o primeiro dia que entrou numa sala de aula?
Ah, lembro. O meu primeiro dia foi no colégio Doze de Outubro, em Santo Amaro. nunca havia lecionado em sala de aula.

Não, não, já formado. Já formado. E foi o meu primeiro dia de aula aqui em São Paulo, porque antes eu dava aula particulares, como eu lhe falei, dava aula até de latim. Dava aula particular. No colégio foi a primeira vez. Todo nervoso, primeiro dia de aula. E eu chego para começar a dar aula e chega os alunos ah veio assim, né? E eu não atentei para o detalhe, porque tem o estrado, e você fica em cima daquele estrado com a sua mesa, né? Eu não atentei para a coisa e encostei na mesa, mas encostei com tudo. Ah, lá fui eu e a mesa para frente, aquele lá no meio, no chão. Aquilo para os alunos foi uma farra incrível, mas eu me esparramei no chão <laughs> e eu não. Foi uma farra desgraçada, foi um acontecimento para os alunos. Nessa hora, você aprende, deixa... Claro, foi bacana mesmo, se eu estivesse lá, ia rir também, né? Aí deixei extravasarem bastante, já tinha levantado, aquela coisa toda. Peguei um lá para ajudar a botar a mesa no lugar, colocou, digo, bom, agora acabou a farra e nós vamos estudar. E todo mundo passou a ficar quieto. Tanto que eu adotei como prática, chegava na sala de aula, para começar uma aula, dava cinco minutos de farra. Fala o que quiser, brinca, berra, faz o que quiser. Cinco minutos depois, quando eu disser, acabou, acabava mesmo. Porque eles sabiam que aí eu pegava firme. Eu pegar firme era fácil. Como é errado você, por exemplo, dar um zero a um aluno porque ele está sendo indisciplinado. Dado que, na minha opinião, cultura não tem nada a ver com comportamento. O que eu fazia? Cara que não ficar quieto vai fazer prova aqui comigo. Aí ficava todo mundo quieto. Porque se insistisse na brincadeira, vem cá você. Vamos lá. E aí eu dava coisa difícil mesmo, que é para que ele não acertasse e tirasse um zero. Mas era matéria dele. Calhava que às vezes eles acertavam, né? <laughs> Mas então com isso não tinha problema. Eu era muito benquisto pelos alunos. Nunca tive problemas de disciplina em sala de aula. Nunca, nunca, nunca, nunca.
Algum aluno foi mais marcante? Alguma história com algum aluno?
Não, não teve assim, não. Pelo menos que eu me lembre, não. Porque naquele tempo eram, de um certo modo, eram todos mais ou menos no mesmo nível, né? Para começar, você tinha os exames de admissão ao ginásio. Estou falando do tempo de ginásio, isso, né? Eh o. Naquele tempo, tinha os exames de admissão que já filtrava bastante. Os que não tinham preparo, não tinham capacidade, esses já ficavam por lá mesmo, né? Então, você normal normalmente tinha classes homogêneas. Diferente de hoje, que numa mesma classe, você pega alunos da do mais diferentes níveis. São níveis bem diferentes. Aí o professor tem dificuldade.
É essa a coisa.

O senhor se lembra do primeiro salário?
Não.
Que foi feito? Não.
Não. Eu só me lembro do meu primeiro salário é que eu ainda era estudante lá no Pedro Segundo, lá no Rio eee. Arrumei um emprego num escritório de contabilidade, onde o meu trabalho era ir à rua, levar eh os livros contábeis das firmas, que é um escritório de contabilidade. que tinha como clientes padarias, açougues, mercearias, armazéns, essa coisa toda e eu. Eu ia lá fazer o tal livro de vendas à vista, que eu nem sei se existe, nem sei mais como é que se faz o negócio daquele. E eu ia lá e fazia o livro de vendas à vista. Eu trabalhava, eu teria aula acho que de manhã e trabalhava à tarde. Então, eu fazia esse essa coisa toda. Aquilo foi muito útil para mim porque, em termos de Rio de Janeiro, eu conheço tudo. Eu conheço o Rio inteirinho. Porque era um trabalho que eu ia nas empresas fazer o serviço. Então, você aprende as ruas, aprende tudo. Não tinha tal rua, é para lá, é para cá, você vai. Em São Paulo, que é a minha terra, eu conheço pouco. <laughs> Eu tenho dificuldade em São Paulo. No Rio não tenho até hoje. Eu já levei gente para passear no Rio de Janeiro, vou para cá, vou para lá. Por mais que modifiquem o Rio, ele não tem muito o que modificar. O Rio é uma faixa estreita. De um lado é o morrinho e do outro lado é o mar. Entra naquela coisa lá que você faz as coisas e acabou-se. Não é como São Paulo que se expande para todos os lados, né?
O senhor menciona que no fim da carreira, o senhor foi indo mais para área de marketing, né? Da. De trabalho e deixando um pouco a coisa do... De dar aulas.
Dar aulas, isso.
Quais foram as maiores mudanças que aconteceram por causa dessa dessa mudança de trabalho?
Não houve, assim, nenhuma mudança marcante, porque já foi um negócio que eu já vinha eh estruturando, pensando, fazia tempo. Então, foi aquela mudança, porque o professor que se envolve com marketing dentro da área de vendas, por exemplo, não há uma grande mudança. Porque o que que é um gerente de vendas, por exemplo? É a arte de convencer o cliente a comprar alguma coisa. É a arte de lidar com pessoas na empresa, porque você sempre encontra na empresa muitas pessoas com conflitos né. E você tem que dar um jeito que aquele conflito acabe. Porque também deixar levar o conflito em banho-maria não dá. Então você tem que ter um pouco de coisa, de discernimento, para fazer com que aquilo acabe numa boa entre todos, né? E não deixa de ser como numa sala de aula, porque tem um cara que daqui a pouco não quer prestar atenção, tem outro que não gosta daquilo, e você tem que tentar motivar todo mundo. Então, não vi grandes diferenças não.

É a mesma arte. É a arte do convencimento e mais nada que você tem que. Porque, numa sala de aula, o professor ele tem que primeiro se vender ao aluno. Eu primeiro preciso comprar comprar a boa vontade de vocês, para que queiram ouvir a minha aula. Porque, se eu chego e já crio um ambiente de antipatia entre nós, Não vai rolar de jeito nenhum, né? Não tem jeito. Por maiores verdades e coisas bem feitas que eu faço, sempre vão achar que aquilo deve estar errado. Então, você compra a boa vontade dos seus alunos. Você compra a boa vontade dos seus clientes. E o gerente de vendas é um homem que num só vai se entender diretamente com o cliente quando as coisas apertam muito. Aí vem o o gerente de área, te pedir auxílio, vem o supervisor, vem o próprio vendedor, aí lá vai você. Aí você tem que estar preparado como um professor e saber mais do que os outros. Porque não pode chegar e um um aluno te fazer perguntas que você não tenha noção. Da da resposta você pode até dizer olha, nesse momento, não estou lembrando, daqui a pouco eu vejo e te dou a resposta. E você vai ver e vai dar a resposta para ele depois, não é? Uhum. Então. É muito comum o professor mal preparado, numa sala de aula, ele diz, não quero perguntas, hein? Não me atrapalhem. E os alu os alunos ficam lá, não entenderam, mas também não vão perguntar. Não vão perguntar por. É normalmente daquele professor que diz, eu só dou dez para o professor. Para aluno, o máximo que eu dou é nove. Aí eu me pergunto, mas ele está dando aula para professor ou para estudantes? São considerações diferentes, né? Então, um aluno, se foi bem, tira dez. Por que que não? Não significa que ele está sendo comparado a um professor, não. Ele está dentro da matéria dele. Então, é muito comum a gente perceber isso. E acontece em vendas também. Supervisor que não gosta muito de atender os vendedores porque ele tem medo das perguntas. Daquele clien cliente que o vendedor fica meio receoso de atender porque é um cliente que pergunta muito e eu não vou saber as respostas. Você pega a mão peça pega o vendedor, vai junto com ele e o cara vai fazendo as perguntas e você vai ensinando por telepatia como ele decide aquilo, e aquelas reuniões que você faz normalmente para esclarecer dúvidas né. Só isso. Não muda muito de professor para um gerente de empresa, não. <laughs>
Legal. Quais são as principais lições que o senhor tirou da sua história de vida?
As minhas lições de vida começaram nas próprias aulas de de filosofia né. Ali você aprende muito. <laughs> Então, há coisas que acontecem e que você já sabe que é assim. E você tem que ter o cuidado de aplicar aquilo. Você aprende que as pessoas não são perfeitas, nem você mesmo. Por mais que você saiba, por mais que você tenha estudado, se preparado, você dá os seus foras exatamente em cima daquele tema. Sempre aquela maneira de ser. Você tem que aprender a respeitar o direito dos outros, pensar, pensar até de forma errada, e e não aquilo que você quer que ele pense. Então, a lição de vida que você tira é dar corda e tentar trazer à pessoa a realidade. Quando ela não vê a realidade, que você está demonstrando os erros que ela comete, mas ela insiste, Não te resta outro caminho se não deixar aquilo. O que é que você vai fazer? Sempre que puder você dá um toque, mas se não resolve, não resolve, porque afinal de contas nem Cristo conseguiu resolver o problema do mundo. <laughs> Não não conseguiu. Você pega os ensi os ensinamentos de Cristo, não estou discutindo a igreja nem coisa nenhuma, mas os ensinamentos de Cristo são perfeitos. As pessoas nem isso conseguiram adotar. Então quem sou eu para dizer que vai ter que ser do jeito que eu falo? É isso. Mas aí você vai adquirindo muita experiência, você vai... É claro que magistério ou trabalho em empresas me ensinou muito. E que eu, de uma forma ou outra, eu passo isso para os meus netos, os meus filhos. Até hoje, meus filhos, quando eles têm problemas, sempre recorrem a mim. Tem isso assim e assim, como eu faço. Como eu resolvo isso, como eu resolvo aquilo. É assim que se leva.
Que bom. <laughs> E o que que o senhor achou de dar esse depoimento?
Gostei. Pelo menos me fez recordar bastante coisa. Achei muito bacana.

Só não sei se alguma coisa foi de valia, se foi interessante, porque, por outro lado, eu não considero nada do que eu faço importante. <laughs>
Acho que o senhor está enganado. <laughs>
Eu acho que foi a Ana que tinha me dito isso no telefone, mas eu continuo achando. <laughs>
<laughs> Então, em nome do Museu da Pessoa, nós agradecemos a sua entrevista.

Eu gostei disso, gostei, é bom. Serve para para manter a lembrança, talvez não para os familiares de imediato, mas sim para os familiares de um futuro. Eu tenho neto de cinco anos, o mais novo, são onze netos, e tenho neto de treze anos. Evidentemente, no futuro, quando quiserem saber quem foi o avô e parte da família do avô, ali eles vão ter a resposta. Eu acho isso muito importante, porque fora disso você se perde. Por exemplo, a vida do meu pai, que foi uma vida que eu achei muito profícua e muito e muito exemplar, muito interessante. Só quem conhece mesmo essas coisas sou eu. Assim, de conhecer com profundidade né, precisará que outro membro da família se interesse para pesquisar as coisas. Principalmente porque eu sou muito relapso e nunca me detive em escrever a história minha ou da família, do meu pai, nem nada, embora eu acho que deveria ter feito. A família toda insiste que eu deveria escrever um livro. Eu também acho, mas só que eu nunca comecei.
Quem sabe não aparece a inspiração aqui.

Está certo.
Está joia. Obrigada.
Ora, eu é que agradeço, viu? Agradeço mesmo.

Gosto muito de ler, gosto muito de música, gosto de bagunça, porque eu gosto de festa,